Data de nascimento, né?
Local e data. Eh
Vila Industrial, São Paulo, né?
Eh, a senhora nasceu na Vila Industrial?

Falei, ah eu, eu não tinha que ter falado assim, tinha que ter falado aonde é que eu nasci, né? Está vendo eu já estou Atrapalhando tudo aí.

Conta um pouco para a gente sobre os seus pais. Co qual era o trabalho que o seu pai fazia?
Meu pai era. Bom, ele era agricultor, né? Depois nós fomos trabalhar no na, na indústria, né? E a minha mãe eh ma, eh que ficava em casa, era doméstica, né?
E a senhora tinha irmãos?
Nós éramos em nove, agora somos em cinco, porque quatro já, já foi para o não combinado que nem falam coisa.
E eh, a senhora eh, é das mais velhas?
Eu sou a mais velha de todas, mais velha.
A senhora sabe como seus pais se conheceram?
Eles se conheciam morando muito perto um do outro. O meu pai, quando casou com a minha mãe, ele ele tinha sido viúvo. Quando nasceu o primeiro nenenzinho, a mulher dele morreu, era prima da minha mãe. Aí ele casou com a minha mãe, né? <laughs> Então, ele, ele, eu sei dele meu O meu pai era o mais novo também da família da minha avó, né? Era um homem elegante, meu pai ele era elegante, ele gostava de andar de gravata, ele é uma pessoa muito educada, né? É um cidadão mesmo, de verdade, né? A minha mãe já era um pouquinho mais braba, mas meu pai nunca... Com a história do padre aí quando eu fiz uma leitura lá e ele gostou da leitura, né, ele aonde você aprendeu? Eu falei, aprendi, não tinha escola, mas eu morava no sítio, na roça, né, não tinha escola. Então, meu pai que me ensinou a ler, com seis anos eu sabia ler, escrever, rezar e dançar forró. Meu pai que ensinava isso para a gente. Ele gostava de forró, ele fazia o baile em casa para nós, né. Levava a gente para o baile. Né. Mas ele Era uma pessoa que eh, sabia muito respeitar as pessoas, né?
Conta para a gente como é que é essa essa casa em que vocês moravam lá em Madredeus.
É um, uma casa grande, tinha três dormitório, tinha mais uma uma sa, uma sala mais pequena, assim, que dava para a rua. A sala de jantar era a sala grandona, né? E tinha a cozinha. Era assim a nossa casa, no meio da roça, no meio do sítio, né? É ali que a gente morava que Eu falo assim que eu eu comecei, eu falo assim que eu comecei trabalhar com a enxada, eu tinha cinco anos de idade. Ficamos vinte anos na na roça, né Daí eu já, eu já tinha casado, casei com dezoito anos. Com dezenove anos meu filho nasceu primeiro, né Tive oito filhos também. Faleceu dois, tenho seis. Seis filho eu tenho. E

Não, teve ela, teve ela e depois tive mais três filhos, né? Tinha, tive cinco filho homem, morreu dois, o filho homem, tenho três filho homem e três filha mulher viva, né? Que ela também já é viúva, né? Ela A outra mais velha, que ela já é viúva também, né? Ficaram trinta e, trinta e poucos ano casado, né? E depois ficaram viúva, né?
Mas vamos voltar um pouquinho, depois a gente eh, fala sobre os filhos e netos e o seu casamento. Vamos voltar lá para Madredeus. Eh, a senhora falou da casa, né. É. Do sítio, que começou a trabalhar bem cedo. Eh O que que vocês plantavam? Eh
Algodão, feijão, milho, mandioca. Aí só, a plantação do norte era assim. Agora acho que modificou tudo. Né mas na nossa época era assim. Era mandioca, feijão... chamava feijão de corda, a gente chamava. Aqui no no sul chama feijão de vara, né, aquelas, aquelas vara grandona. Então e Abacaxi, plantava também abacaxi, né Abacaxi, mandioca, feijão, milho, né. Era A plantação de lá era essa. Na minha época era essa da abóbora, né? Melancia, que a gente carregava sacão de abóbora na cabeça, longe, de longe, né? De mandioca também, para fazer a farinha lá na casa de farinha, né? Hoje é tudo eh, tem a tecnicologia, naquela época nós ficava lá torcendo no, torcia, tinha uma, uma lava prensa, né? Colocava ali a massa de, de moer naquela... Um caititu, que falava o o, a, o ralo de railar, ralar mandioca, chamava caititu, né? Depois aí torcia na na prensa, aí ia para o forno para fazer a farinha, ficava lá mexendo, fazia o biju, fazia tapioca, né? Com a massa da da farinha, porque a tapioca ela é... Ela é, é um polvilho tirado da, do da mandioca, e quando está moen, assim secando na prensa, que cai aquela, tem um coxo grande, fica a a aparando aquele caldo da mandioca, dali daquele caldo que tira a fa, a a massa de fazer a tapioca.
Eh, a senhora contou que ia na casa de farinha. Essa casa de farinha era de vocês ou era de outro sítio?
Era de outra pessoa. O pessoal que morava da Redondeza tudo fazia farinha ali naquela casa de farinha.
E como é que seu, o seu pai pagava pelo uso da casa de farinha?
Eh, acho que, eh dava uma porcentagem sim da farinha mesmo. Dava para o homem, para o dono da casa de farinha.
E a senhora falou que o seu pai plantava algodão, plantava âh abacaxi, melancia. Ele plantava para sobrevivência ou para vender? Eh
Era para sobrevivência. Vendia um pouco, um pouco mas eh, eh com as pessoas pobre eles plantava pouco também, então era mais para, para comer em casa mesmo, né. Mas vendia, o algodão era para vender, né Agora o feijão, o milho, a farinha fazia também eles ven, colocava na feira para vender. um pouco no e deixava para a gente ficar, porque o inverno lá é diferente, o inverno no norte é diferente daqui do sul, né? Então, tinha que guardar para ir até se, se se colhesse bem, porque nós estamos no sul porque, por de falta de chuva lá, né? Se colhesse bem, aí dava para passar o ano inteiro, até vir a outra colheita, senão aí tinha que comprar, né? Tinha que ir comprando. O meu pai, quando estava sem, acabava as coisa em casa, ele ia cortar cana no sul, no sul de Pernambuco. Porque nós morava no, no, fala Cariri, né? Cariri, que fala, ou rincão, assim, que eles fala, né? Então, eles tinha que ir para o sul de Pernambuco, cortar a cana, ficava o mês inteiro lá, daí ele andando a pé, ficava um, nem sei quantos dia andando a pé, que não tinha nem transporte nenhum, nenhum, nenhum, não tinha, né? Não tinha estrada, não tinha nada, né? Então ele ia andando a pé, dormia no caminho, ficava três, três dia com três noite andando para chegar lá, três dia com três noite andando para chegar em casa, era assim que ele fazia, né? Ele não, é os os pai de família, né, para cuidar dos filho, tinha que fazer isso, né? Então, era uma vida bem dura, né, mas
O algodão, vocês vendiam o algodão eh, já pronto?
Não, não. Ensacadinho, lá do jeito que colhia na roça, já já, já vendia, né? Vendia, que já já tinha aqueles lá que tinha aquelas máquinas de, falava máquina de, eles falava, tirava a semente, depois já le, já passava para outro para fazer o fio, né? E o o fio, eles faziam aquelas pasta com algodão, Depois ia para o, ia, vendia para fazer o fio. Já era, já era outra pessoa. Aí Os agricultor que plantava, eles vendia já com, vendia com a semente mesmo. Sacava tudo com a semente e vendia.
E a senhora falou que era a mais velha, né?
Sou mais velha.
Todo mundo trabalhava no campo, na roça?
É, eu como fui a mais velha, né? Bom, todo mundo trabalhou. Porque como não tinha professora, como eu falei que não tinha, mas depois veio uma professora de Caruaru, Aí a gente trabalhava na roça, quando chegava em casa ia, na roça não, ia para a escola, quando chegava em casa, almoçava e ia para a roça. Colher o feijão, colher o algodão, né? Carpir o o mato lá da roça. E era, todo mundo tinha que trabalhar, não tinha jeito, né?
E as brincadeiras? Que horas eram a hora das brincadeiras? Eh
A gente tinha o tempinho de brincar, tinha o rio que passava perto, a gente ia para o rio nadar, assim que a gente fazia, né? Tinha as brincadeirinha da gente brincar, as bonequinha de sabugo do próprio milho, não tinha boneca de pano.

Naquela época, nós fazia as bonequinha com o sabugo do milho mesmo, a gente fazia o vestidinho e e brincava com aquilo ali.
E seus irmãos são quantas mulheres e quantos homens?
Eu só, eu só tive dois irmão homem, o resto foi tudo mulher. Éramos em nove, mamãe teve onze filho, morreu duas pequena e Aí o se, o resto se criou, agora so, estamos em cinco, cinco mulher Somos o trios oitenta, que eu falo que somos nós três mais velha, e as duas mais nova que ficou, os do meio morreram, né?
E a senhora está falando da escola, então no início não tinha escola, depois veio a professora de Caruaru, né? É, veio
Veio uma professora de Caruaru, para aprender a ler, o pai da gente que, o que soubesse ler, ensi ia ensinando para os filhos, né? Aí vinha assim, eu eu lembro bem que eu tive um um tio-avô, que era irmão do meu avô, que ele sabia ler bem, né? Ele era professor, ele ganhava da prefeitura. Depois ele, não sei porquê, aí veio aquela professora formada mesmo de Caruaru, ficou numa fazenda lá e a gente ia para andando também quinze, vinte minutos para chegar na escola. E ela dava aula, ela dava aula de bor, até de bordado, de catequese, ela dava aula também. Ela tocava muito bem o bandolim, nossa, a gente dizia que aquela professora era um amor, pretinha ela era. Ela queria me levar para Caruaru para me formar como professora. Aí meu, não meu pai, minha mãe não deixou eu ir. E eu tinha Sou frustrada por causa disso até hoje. Por isso que eu fui parar na faculdade.
Conta um pouco mais dessa escola, então ela dava aula nessa fazenda, e as crianças da Redondeza para ela dar aula?
Vinha para a aula, né, eu estava com doze anos, quando eu a aprendi, já, já sabia mais ler, já comecei ensinando aquelas criança da Redondeza. Aqui mesmo, no interior de São Paulo, que quando viemos para cá, ficamos um ano e, um ano e três meses por aí. Eh Até escrevi numa, num caderno para mim não esquecer.

em São Paulo, para lá de Presidente Prudente, nós ficamos numa, numa cidadezinha, mas também na agricultura, ficamos um ano e meio que eu, eu ficava com muita raiva do meu marido, porque ele levou, nós era, eu já era profissão, eu já era profissional em tecelagem e ê, e ele quis passar para lá, e nós ficamos um ano e três meses, e ali eu dava aula também para as criança da fazenda também.
Depois a gente vai explorar esse lado quando a senhora veio para cá, mas vamos voltar lá para Madre Deus ainda. A professora era uma sala só, dava aula para todo mundo, junto, como é que funcionava essa escola?
Naquela época a a a a a aula era... Os meninos para cá, menina para cá. Era separado, né? Depois foi... Mas daí com pouco tempo já ficou mista, né? As crianças tudo junto, né?

Era assim que que era a aula. Mesmo a, com a professora eh formada também naquela época ainda era assim. As criança, os menino ficava de um lado e as menina do outro lado, né? Ficava junto, assim como é agora que fica todo mundo junto, né? Então, era assim, a a que a gente dava aula e que as professora formava também. É que eu não me lembro mais o que ano que elas... Ela ficou vários anos lá com nós, né? E Mas eu não estou lembrada que ano que ela saiu dali. Eu fiz o primário e saí, mas ficou outras, né? Continuando.
A senhora fez até o primário, então, com essa professora? É, primário
Primário, né? Naquela época era quatro anos, né? Até não faz muito tempo que mudou. Então, depois eu, como eu não, não virei professora, aí, aí tinha uma, uma. Eu estou, você fez a pergunta e eu estou misturando, né?
Não, mas tudo bem.
Então, a gente tinha aula bíblica, tinha não, nós temos aula bíblica lá, eu sou católica, mas nós temos aula bíblica também. Aí era uma freira, ela dava aula para nós, ela fez faculdade de teologia na mesma faculdade, que é um colégio de padre aí de Higienópolis, <sighs> ela fez teologia, aí ela dava aula para nós, e um dia ela fez uma pergunta assim para nós, Qual foi a coisa que frustrou vocês e a coisa que vocês lembra que, que que, assim que a gente gostou mais, né? Porque a gente tem, sempre tem uma coisa que a gente gosta, mas vai morrer com aquilo, né? Ou ruim ou, mas a gente... Aí como é, aí eu falei assim, quando foi para mim dar minha resposta, eu falei, a, eu sou frustrada porque eu não, não fui uma professora formada. Ela pegou e falou assim, ah vou te levar para o colégio, lá para o, lá Higienópolis, onde ela estava, né? Aí ela me levou para lá e eu fiquei três anos lá. Eu não estou mais lá porque o meu fi, adoeceu o meu filho e aí eu tive que cuidar dele, aí eu saí. Mas também é muito longe porque Não é porque é tão longe. O transporte para a gente passar a Ricardo Jafet ficava entupidinho, a gente ficava duas hora no trânsito para chegar em casa. Daí <sighs> aí eu peguei e falei, não dá para ficar, que eu tenho as coisas para fazer em casa também.

Até na escola eles aprenderam a chamar esse apelido.

Eu fui para a festa junina agora, né na lá faculdade, ela mandou me convidar.

Ela mora aqui na na, ela mora aí na na Rosa, né, a essa coordenadora. Mas o metrô está chegando pertinho de casa.

Ela sempre contava para mim, dormia na rede, né, não tinha berço, aquela época não tinha rede, berço, ainda mais na roça, né? Aí ele fa, ela falava assim para mim, quando meu pai chegava da roça, ele ficava na beira da cama assim da minha, lá da cama dele, sentado, me olhando assim, né?

Ele não gostava de nome Maria, né? Aí ela pegou e colocou esse apelido em mim. É uma coisa rara, o pessoal acha engraçado, né? Na escola, quando elas me chamavam de Martinha, na escola. Depois, quando descobriram que eu tinha esse apelido, vocês vão ver no livro, eu trouxe dois livrinhos para dar para vocês, né?

Então o significado foi esse só. Mas assim, não significa alguma coisa específica?
Não, eu eu, eu a, o meu pai, não sei se eu, se dá para mim contar isso. depois. Eh, a mãe aí a A madrinha dele, naquela época, quando ia batizar o neném, levava duas madrinha, chamava de apresentar e de vela, de segu, para segurar a vela. Aí a madrinha do meu pai se chamava Maria, e ela era o, e ela brigava muito com o marido dela, porque ele gostava de ficar andando com as outras mulher, né? Ele era meio bígamo e E a outra madrinha do meu pai, era irmã dele, a irmã mais velha, porque o meu pai era o mais novo da família, eles já eram uns cinco, né? Ele era o mais novo. E a ma, a irmã mais velha foi madrinha dele também, chamada Maria. E o meu tio, nossa, tinha ver que ela saía com o cacete para bater nas mulher que ele arrumava. Então, meu pai achava, ele falou, ele falou isso para a minha avó. Falou, depois ela vai, quando ela crescer, que ela casar, vai ficar brigando que nem a, a minhas madrinha. Eu não quero esses nome nela Aí ela pôs esse apelido. Foi por causa disso daí. Por causa da briga dos, dos padrinho dele, do meu pai.

Bom, então vocês e como é que eram as brincadeiras? A senhora falou de nadar no rio. E outras brincadeiras, entre os irmãos, entre vocês lá? Que tipo de brincadeira vocês faziam lá na roça?
É, a gente brincava de roda, né? Naquele tempo tinha as ciranda de rodar, assim. Até hoje, quando tem as festa junina por aí, na faculdade, na igreja, mesmo dança de roda, assim, né? A gente dançava de roda, cantando as as cantiga de roda, né que tinha naquela época. Aí cantava aquilo, improvisava uma coisinha e colocava no meio daquilo, ia cantando e ia rodando assim. Principalmente quando chegava as, o tempo da da festa junina, né? Aí era fa, rodava em volta da fogueira, né? Mas sem, sempre tinha as brincadeira para a gente brincar. Ah, a gente ia na casa das prima, brincar uma com a outra, assim, né? Assim que a gente fazia as brincadeira.
A senhora lembra de alguma música de roda desse tempo?
Eu estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Isso aí era uma uma cantiga de roda, né? Aí a gente, aí improvisava alguma coisa no meio e tornava a voltar esse refrão aí, né? Era Era muito gostoso, era muito gostoso, mas era muito duro aquela vida, viu?
E a senhora estava falando da festa eh junina, né? Na região da senhora, o que que era, ah desculpe, de você, eh o que que tinha mais importante assim na, no São João? O que que era mais interessante na época do São João?
Bom, o interessante, o inte, o mais interessante era quando a gente, quando vinha a colheita, que a gente fazia pamonha, fazia lá chama canjica, com curau chama é canjica, né? O manguzá, a o canjica chama aqui, que é do milhinho duro, a gente chamava manguzá, né? Tem esses, no, no norte tem esses nome, essas coisa assim, né? Pamonha não, era pamonha mesmo.

E era, aí era, enquanto tinha a, tinha a colheita, aí tinha festa para tudo quanto é lado. Eu estou falando para você, falei para vocês do do forró, né, que fazia. Então, no forró, meu pai ma, meu pai levava a gente assim. Ele Ele colocava, falava botiquinha, ele armava uma barraquinha assim, e fazia os bolo de mandioca, feito na palha de bananeira, se vocês soubessem como é gostoso com leite de, só com leite de coco, com ovo também, né, e manteiga. E ele levava aqueles bolo para vender lá. Ele levava Lá e ele ficava na barraca vendendo bolo, né? Aqueles bolos lá.

Bolo e café, né? Então. E... Era assim. As festas, assim, o divertimento era assim, desse jeito, né? Aí tinha Sempre tinha forró. Quase todo sábado tinha, né? Numa casa, noutra, noutra, noutra. E ele levava a gente. E fazia em casa também, né? Para a gente Ele gostava muito, muito da do forró, né? E engraçado que chamavam samba. Chamava samba, né? Eu nem me lembro se tocava samba naquela época lá, né? Porque o samba é, é, é do Brasil, né? O A música brasileira é o samba, né? Só que o forró está está por todo lado aí agora, né? Então, aí naquela época chama o quê? Chama baile, né? Agora chama um monte aí, um monte de coisa, é balada, é não sei mais lá o quê, naquele tempo não era, chamava o samba, a gente dançava um, grudadinho, um agarradinho no outro, né? E E o meu marido não gostava de dançar, <laughs> mas tinha que dançar porque eu gostava, né? E a su, eh assim, os divertimento é assim, mais aquele baile no sábado, né? Daí as pessoa ia para dançar, fazer aquela festa muito gostosa com cachinho de mel de abelha. Você sabe o que é cachinho de mel de abelha? Aqui chama caipirinha, né? Coloca limão na pinga, né? E açúcar. Lá era mel de abelha com com, com a pinga. chama cachimbo de mel de abelha. Chamava cachimbo de mel de abelha. Era a bebida mais que o povo mais gos, mais bebia era aquilo ali, né? Ficava bebinho também, né? Ficava bebinho. Cachaça, pensar que não aí ficava. Uhumm

Era longe?
Para a gente chegar na cidade, aonde tinha igreja, missa, que batizava, que casava, que tudo, nós andava três horas, não tinha transporte, né? Nós andava três hora a pé para chegar lá. Eu não sei quantos quilômetro que é, que era, a gente andava. Quem tinha cavalo ia a cavalo, ia de cavalo, montado no cavalo. Quem não tinha ia andando a pé. A minha avó toda era na segunda-feira, era dia da feira, que era aí que vendia o algodão, as coisa que eu falei para vocês. Então ia a minha avó toda segunda-feira ela ia, toda segunda-feira ela me levava. O mais ruim era que a gente enchia um, a a gente chamava arguidá, né com uma, uma coisa de barro, feita de barro, assim uma bacia feita de barro, ali colocava a banana, laranja, as fruta, né, para para levar para casa. Comprava carne ali naquele lugar, se não matava Um boi, assim ó, quem tinha boi matava, criava mais era carneiro e e cabrito, né? Mas tinha gente que tinha tinha as fazenda, tinha as vaca também, né? Tinha o gado. Então matava um boi, a gente comprava. Quando matava um cabrito, a gente comprava. Ou co a gente matava, vendia também, assim, né? Para para a carne, para a carne, porque... Tinha caça também, tinha as caças no mato, que o pessoal caçava com espingarda, que hoje é proibido, né? Tinha os cachorro para pegar os tatu, né? Cachorro que pegava o tatu, né. Era assim, era era a, desse jeito que a gente vivia, né?
E como é que é a alimentação de vocês? O que vocês comiam no dia a dia?

Arroz, arroz não, não tinha arroz. Comia arroz por festa, né, quando tinha um casamento, quando chegava a festa junina também fazia o arroz. Matava o, matava o peru, né, para fazer. Não co, não cozinhava o arroz, cozinhava ele só com água, depois colocava a gordura do frango, do O frango chamava, nós chamava capão, porque era tudo capado. Nasceu os pintinho quando eles estava, que dava para pegar o o o grãozinho dele, já furava lá atrás da bundinha e tirava aquilo lá, era tudo capado. Porque eles, a agora o frango engorda rápido, né porque dá muita coisa para ele. Naquela época demorava uns seis meses para eles poderem ficar adul, adulto, né, para a gente matar. Aí não. Capava eles para eles engordar, para eles ficar gordo. É assim que eu fazia. Mas criava bastante galinha, peru, né? Criava E porco, criava porco também, né? Matava o porco, vendia para todo mundo, ou dividia assim, o pedaço para um, pedaço para outro, né?
Então vocês comiam o que? Carne, eh farinha. Feijão?
Feijão. Feijão com farinha de mandioca, não tinha arroz, né? Carne seca, jabá, né que a gente fala. Comprava o jabá na feira e levava para. E carne de sol, né? Tem a carne de sol aqui em São Paulo, também tem, né? Comprava carne de sol na feira para levar para para comer em casa. Mas não era muita, não, porque o dinheiro também era pouco, né? Mas a gente vivia assim. O ovo, né? Que tem as galinha Era assim que a gente fazia. E eh o leite E o leite tirava das vaca, né das cabra. Da ovelha, não. Das cabra, da da vaca. Tirava o leite. Aqueles que tinha as vaca, eles vendia o leite para a gente. Para passar, ó a criança se criava com meia garrafinha de de leite. Comprava meia aquela meia garrafinha de leite para para dar para a criança. Papa Fazia papinha de farinha e e e passando na boca da criança. Não tinha mamadeira, não. Era só a papinha que fazia.
E a senhora falou que a cidade ficava a três horas de distância, né?
A cidade era Santa Cruz de Taquaritinga. De vez em quando eu passo, porque agora até lá tem muita indústria de de costura, eles vêm vender aqui em São Paulo mesmo, né?
Mas Madredeus pertencia a Santa Cruz de Taquaritinga? Era um distrito ou era uma outra cidade?
Já era outra cidade, já era outro município.
E para vocês irem na na igreja, então, vocês demoravam três horas para
Três horas, para a feira para ir para, para a feira e para ir para a igreja. Para a festa de Natal era lá na cidade, a gente ia, andava três horas para chegar lá, né? Festa de Ano Novo, assim, também, né?
E e festa de padroeira, tem lá alguma festa?
É, tinha, cha chamava novena, aqui novena faz nove, reza, né, uma novena. Lá era, tinha, tinha São Sebastião, tinha, tinha Nossa Senhora, mas Nossa Senhora põe tanto nome, né, que eu nem estou lembrada de lá como que era mais. E a gente, a novena também era a noite inteira, né? Aí o, aí o papai ia com o botequim dele também, com os bolo de mandioca, né? Então, fazia a novena, eh podia ser de qual santo, né? Qual Qual santo que fosse, tinha uma fogueira, né? Tinha aquela fogueira, então aí o pessoal ficava. E tinha o o zabumba com o pífaro, né? Os pífaro são Então tocava, tocavam a noite inteira no bumbo e nos pífaro Tem aqueles, aquele senhor que tocava o pífaro, né e outro que batia a zabumba Mas não tinha outro instrumento, era só a zabumba e os pífaro mesmo. Para. Isso aí era para as novena, para as no, para a festa do do padro, dos santo que tinha no no sítio, né. Tinha vários. Se eu não me engano, acho que tinha umas cinco novena por ano. E a gente ia ia para novena arrumar, procurava namorado lá, arrumar namorado, né? Eu comecei namorar com meu marido, eu tinha treze anos de idade. A piadinha que eu ia falando era isso, eu falei só que a gente namorava, não não ficava, né? Casava todo mundo virgem, não tinha esse negócio de ficar, não. A mãe ficava em cima ali, que... que não, não deixava, nossa! Se falava segurar vela e ficava ali mesmo com a gente. Ele tinha que namorar em casa, né? Tinha que Eu fiquei cinco anos namorando para poder casar, casei com dezoito, né? Namorei ca com ele, tre, bom foi o primeiro namorado, pode dizer paquerava um pouquinho antes, mas era coisa de criança mesmo, né? Porque a piada piada que eu ia falando para vocês era isso, na época que a gente agora, bom, você não me fez essa pergunta porque que eu vou
Não, não, não, você pode contar, eu ia justamente perguntar sobre o seu namoro.
Então, a gente vê as menina começam namorar com treze ano, doze ano, dez ano já engravida, já não sei o quê. A minha sobrinha, tenho uma sobrinha que ela é artista, né? Agora ela está acompanhando o Peninha, Pena Branca, né? É percussionista. Só que ela dá aula de violão também e ela trabalha para a prefeitura com criança de rua. Então ela foi para o Ceará agora esses dias, ela chegou anteontem, né? Ela mora lá na Bresser. Mora, comprou um apartamento e mora lá sozinha. Ela fa, ela chegou, ela falou, mas quanta prostituta que tem no Ceará, é uma menina de doze ano, com aqueles barrigão, e elas fica na rua eh limpando carro, que nem aqui os menino faz assim, né? Entregando revistinha, aí os menino vêm brigar, ah sua rapariga, porque não sei o que, não sei o que, e metem a mão no outro, fica rolando no meio da rua brigando assim. Ela falou, mas está cheio, cheio. Eu falei no meu tempo a gente tinha que, tinha que ir de, tinha que ir de véu branquinho sem, sem nenhum preconceito, né? <laughs> Eh, mas conta para a gente então como é que a senhora conheceu o seu esposo, a senhora começou a conversar com treze anos, né? Sabe que meu esposo era primo legítimo da minha mãe, lá era pri, eh tinha, eh, era primo com prima, tio com com sobrinha que casava naquela, era pouca gente que tinha, né, então fazia, fazia isso aí né Hoje é, hoje eles fala que o parente não pode casar com o parente porque os filho vêm com problema, não sei o quê. Mas era o de, a acho que não vi ninguém com problema lá, não. A mais problemática sou eu, que sou muito faladeira, né?
Não, que é isso. Eh, como é que é o nome dele?

Era primo legítimo da minha mãe. A minha mãe pegava a vassoura e saía correndo atrás dele.

Ela falava para ele. <laughs> Né
E aí vocês namoraram cinco anos?
É, eu tinha treze, treze Anos e ele tinha Ele era mais velho do que eu. Ele era o mais novo da fa, eu era a mais velha da família, da minha família, e ele era o mais novo da família dele.
E ele trabalhava com o quê? Ele também trabalhava na agricultura?
To todo mundo trabalhava na agricultura, mas lá tem a o, a fazer corda, corda de caruá, né, porque a fibra, a fibra para para fazer a corda, agora eles fazem com aquela outra, eh com sisal, né, sisal que chama. A fibra era caruá, era eles botam, ele é uma planta da, eh do mato, da da, da mata arranca no meio da mata, né, aquilo lá. Então eles eh tirava a casca dele, ele é espinhudo, né, tem os dois lado ele tem espinho. E tirava aquela espinho com aquela casca dele, aí botava para secar. Depois, aí, tinha eu e, e eu ia torcer o a manivela lá de de rodar a cordinha, porque a corda é são três cordinha enrolada, né? A corda de de Essas corda de amarrar as coisas. Aí eu ia para lá para para moer na. Ele era preguiçoso quando ele era jovem, né? A mãe dele batia nele porque ele não queria moer o o, ah o cambitinho lá, aí... Aí me le, me chamavam lá para mim ganhar um tostão por semana parece, era por semana ou por mês, não estou lembrada, para ganhar um tostão para ficar morden, moendo aquilo lá para fazer a corda, né. Então eles negociava com essa corda também, eles tinha, ia buscar aquela material na na nas fazenda longe, ficava a semana inteira do, no meio do mato também para arrancar aquilo, né, beneficiar, tirar aquela casca, deixar secar para trazer. Depois trazia e as as mulher, filha as filha mulher, a mulher, né, que fazia a corda. Tinha o o a, o enge, o engenhinho de de, que era aquilo que eu, naquilo que eu moía, aquele cabinho que nem uma máquina, né. Aí, e lá, lá mais no fim, eu não sei quantos metro a corda ficava, uns três, quatro metros, né. Tinha o outro lá, que âh na frente, que tinha outro, chamava o cambito, amarrava as três, os três, primeiro fiava o de um em um, né, moendo o cambitinho, fazendo o cordãozinho. Depois aí botava naquele, naquele outro engenhoca que tinha que ficava lá atrás, com uns quatro, três, quatro metros lá, já ficava outro de lá moendo e passando a a lançadeira, né? Porque no tear a gente, que eu trabalhava na tecelagem, o tear era, ela tem a a, a trama lá dentro, né?

tecendo a o tecido, né? E a corda não, tinha também a, era tinha três, três abertura, colocava cada fio daquele numa abertura daquela, e daí ia moendo um lá, eu eu que trabalhei bastante com isso também, não bastante porque depois eu casei, aí fiquei num, fazer isso daí. Mas eu fiquei, não sei quanto, namorava com ele e e e tinha que a minha sogra ficar segurando a vela, né, para não... Então, aí a, que eu moía assim, e aquele de trás moía ao contrário, era para a corda ir torcendo, para fazer a corda, né? Eles negociavam muito, nó, meu pai nunca fez isso aí, nunca foi para fazer isso, não, mas o meu sogro, ele, ele ia, ele, os filho homem, todo, ia para o meio, para para essas fazenda também, andando a pé, depois trazia aquele desse tamanho na cabeça, até em casa, andava um dia, sei lá, andava um dia, né, para chegar em casa com aquele, com aquele feixe de... De caruá, acho caruá é caruá o nome, eh o nome da da da planta mesmo. É um uma erva que nasce no meio do do, da das mata e eles iam lá arrancar, né? Lá na nossa região não dava isso daí. Dava mais longe. Lá em Santa Cruz, Taquaritinga, que eu estou falando, já dava. Já eles iam, ficavam ali que eles iam também comprar as coisa para comer, né? Tinha esse esse material para também, para sobrevivência também, né?
E o casamento, como é que foi?
O casamento já, aí já tinha uma igreja perto de casa, era per, nessa fazenda que tinha a escola, eles construíram uma igreja, era a igreja São João, né? Ali, ali que nós casamo, ia a pé também para o casamento, andando quinze, vinte minutos a pé, a noiva arrastando o véu estava arrastando tudo até chegar lá. Era uma vez por mês, o padre ia de Caruaru, ia para lá, rezava uma missa, fazia os casamento, os batizado. Era uma vez por mês que ele ia. Mas teve a festa com com carne de porco, com sarapatel, com peru, com tudo isso e teve teve a festa também. Era assim. Na minha Quando eu casei também ainda não tinha nem... Tinha noiva que ia de a cavalo, quando era mais longe, né? Ela ia ia a cavalo para, para fa, para se casar, ia toda de noiva, vestida assim, a caráter, né? Mas ela ia de montada no cavalo, não a não não usava calça, então ela montava de lado, assim, chamava o, não chamava cela, chamava o sião, né. Era a ce, era uma cela mesmo, mas ela tinha um... Assim, um negócio assim que era para segurar, né? Para não cair. Então a Noiva ia lá, segurava aquele coisa lá, né? Ia até a igreja casando ela, para casar, né?

Noivo ia no outro cavalo, separado. Ela ia sozinha no cavalo dela, né?
E quando a senhora casa, a senhora vai morar aonde?
Quando eu casei, onde eu fui morar... Ele construiu casa para nós, porque era na fazenda, assim, no meio do. Cada um tinha. A maioria tinha o seu sitinho, sabe? Meu pai tinha o sitinho dele. O meu avô já tinha, meus avós já tinham o sítio deles também, né? Então eu construía as casa assim. Agora não. Eu Você sabe o que já faz?

Nasceu no presidente Bernardo, né, que eu falei. Nós chegamos no ano de cinquenta e dois, aqui. Não tinha nada lá ainda. Agora não, tem eletricidade, tem transporte, tem tudo, né? Eles têm irrigação, eles fazem plantação. Se chove, colhe. Se não chove também, eles tem a, eles faz as irrigação e eles Tem vezes que passa na televisão cada cacho de uva desse tamanho, que eles colhem lá, né? E Tomate, eles plantam né com a irrigação. Só que teve já muito protesto lá, não sei... Vocês devem estar lembrados daquele bispo que ficou não sei quanto tempo por causa do Rio São Francisco, né? Que a água é mais puxada de lá. Porque, como eu falei né, onde eu morava tinha um rio também de água doce, porque a maioria do rio lá é água salgada. Santa Cruz, Taquaritinga, a água do rio é salgada. Eles têm açude, né, para beber. a água, né, fazer a necessidade que precisa lavar a roupa, fazer tudo, né. Esse nosso não, ele não era salgado. Não era uma água bem docinha mas, que nem aqui, né, mas era dava para beber. Quando secava, cavava um buraco e chamava cacimba, no meio do rio. ficava bem funda né, conforme e pegava, ficava pegando água ali até chover para o rio encher de novo, mas não ficava muito tempo cheio porque chovia pouco também, né. Uhum. Então Mas agora eles têm as irrigação, eh tem meu sobrinho que ele vai sempre lá e ele fala Eles têm televisão igual a gente. Ele falou a mesma mobília que a gente tem Aqui eles têm, naquela época era o tamburetinho, aqui é o banquinho. Né, que fala. Lá a gente chamava de tamborete. Um banquinho E tinha o banco grande para sentar para Na escola tinha era aqueles banco grande, que nem banco de igreja assim, né?

Tinha a mesa, tudo bem, né? Cada um tinha a sua mesa. Todo mundo, no almoço, todo mundo rodeava em volta da mesa. Agora, cada um pega seu prato, vai para o sofá, né? Para frente da televisão. Eu não deixo a mesa, mas eu eu fa, eu tenho dois filho que mora comigo, que são solteiros, né? Tem um que está cursando direito, está com quarenta e nove anos. Está no quarto ano de direito. Ele termina, se Deus quiser, né? Então, eles pegam o prato, vai para o sofá, e eu fico na mesa. Eles não ficam na mesa comigo, né?

O seu marido construiu uma casinha no sítio do seu pai ou do pai dele?
Sítio do pai dele. É
Como é que era essa casinha?
Era quarto, sala e cozinha. Depois o meu pai foi primeiro lá para a indústria, né eh pa, indústria paulista, aprenderam falar, é o dono da loja pernambucana. Eu ainda fiquei lá, a minha sogra não queria que meu marido saísse de perto dela, né? Aí eu fiquei, ficamos lá ainda um ano, um ano e pouco, né? Daí eu fui até para a indústria também, né? Mudamos para lá, todo mundo lá naquela naquela indústria. A gente trabalhou lá, eu trabalhei seis anos na indústria e depois vim para aqui para São Paulo, né?
Mas eh, vocês mudaram então para Paulista, para a cidade Paulista.
Indústria Paulista, era indústria de tecidos Paulista. Tinha duas fábrica bem grande. Ninguém morava na sua casa, as in, as casa era tudo da firma. O hospital era da firma, o sindicato era da firma, tudo da firma.
Mas em que cidade que era?
Cidade eh, cidade pa eh Paulista
Paulista mesmo?
É, pertinho do Recife.
Tá. Então. Perto ali de Olinda, né?
É perto, a gente, para chegar, saía de Paulista, para chegar no Recife mesmo, passava em Olinda primeiro.
Então, a senhora falou que a a tinha uma vila operária, isso? As pessoas moravam lá na casa?
Todo mundo morava as as as casa. Agora não, me falaram que porque eles morreram, né, os donos, aí ficou a filharada lá e venderam, venderam as casas, as pessoas compra, as pessoas que moravam nas casas foram comprando, né? Então é agora não é todo mundo, se tem algum ainda da indústria, né, mas já muita gente já mora na casa própria.
E conta para a gente como é que era essa essa vila operária?
Era era as asfaltada, na naquele tempo não era asfalto, era paralelepípedo mesmo, né. Tinha luz elétrica, tinha água encanada. Não nas casas, eles colocavam chafariz, chamavam chafariz, né. Passava dois quarteirão e deixava o chafariz. Então a gente pegava água da dali do chafariz. No tempo que eu saí de lá, porque depois eles encanaram já a água, né. Era A gente pegava água no chafariz para lavar roupa, para tomar banho, para tudo.
E eram muitas casas?
Era grande a cidade, era bem grande. É porque era duas firma bem grande mesmo, né? É tudo É tudo alemão solteiro, eles era tudo solteiro. <laughs> Então, tinha só uma irmã deles que era casada, né? Na, na Segunda Guerra Mundial nós já estava lá no, na na deca na década de quarenta, né, eu já estava lá. Então Teve aquele, aí pessoas fizeram muita baderna, muita bagunça, quebravam as casa deles, né, quando acabou a guerra. O pessoal falava assim, eles chegaram puxando o cachorro aqui, então as casas deles era tudo mansão, casa muito bonita. Não tinha geladeira, mas eles todo de manhã cedo, tinha aquele que vinha com o caminhão e deixava o gelo na porta deles, né? Então. E e eles vivia, ele tinha, eles tinha um prédio, eles eram todos solteiros, né? Só tinha essa casada, né? Eles morava na tudo naquele prédio, nos apartamentos, assim. Eles não almoçavam em casa, eles tinham as empregadas, mas eles iam almoçar no Recife. Iam de carro, levavam o cachorro até no carro e iam almoçar lá no Recife, né? assim que fazia. Depois iam morrendo, iam deixando o quarto que nem um museu, deixavam as roupas tudo ali. Até hoje tem alguém que ainda faz isso, né, morre um da família, deixa como um museu ali as coisas, né? E eles faziam desse jeito aí. Mas eles não eram mau, mas Fala no, quando nós chegamos lá, falavam para nós, que eles, que eles matava operário quando não tinha, quando eles ah, fazia qualquer mal. Sei lá, acho que se quebrava as coisas deles na indústria, não sei. Porque eles mataram várias pessoa, esses alemão. Eles tinha aquelas caldeira. A firma, naquela época, a firma rodava com caldeira de lenha, não era óleo. Depois aqueles foram, os filhos deles foram casando com americano, com pessoa assim. Aí colocaram a a caldeira a óleo. Né, quando eu saí de lá já era óleo, não era mais lenha. Eles tinha aqueles muita, quilômetros e quilômetros de plantação de eucalipto para tirar a madeira para, para queimar na na, para a caldeira. Meu marido trabalhava na caldeira, colocando a lenha na na, no buraco lá para queimar.
Ele trabalhava na caldeira e a senhora trabalhava como tecelã, né?
Era como tecelã.
Conta para a gente o trabalho de tecelã. Como é que a senhora começou a trabalhar e tal?
Eles e eles, engraçado, eles davam seis meses para de de aprendizado para a gente aprender, né? Porque não tinha, que nem agora tem Senai, tem as escola que ensina profissão, né? Naquela época não tinha, então a gente, eu mesmo ensinei a várias pessoa, né? A gente ensinava no tear, mas mesmo assim, antes da gente pegar o tear, a gente ficava três dia aprendendo só dar, só dar o nó, só emendar aquele nozinho, sabe? E os pagamento era por semana. Toda semana tinha feira lá também, aí tinha peixe, tinha, tinha de tudo que a gente quisesse comprar, tinha, né? A igreja era deles também, tinha missa no domingo, fazia os batizado, tudo, já ia, aí a gente não precisava ir longe, ia pertinho, né? Ele morava Mora, nós morava numa casa, tinha um córrego, do outro lado do córrego tinha a maternidade, hospital, né? Então, e era foi mais que você perguntou?
Perguntei como a senhora começou a trabalhar lá.

Então, depois aí a gente foi, aí ficava seis meses trabalhando só com o tear, que era para aprender, né? Depois, aí ele dava, passava para dois. Mas depois aí foi modernizando, começou pôr os teares automáticos, aí já uma pessoa só trabalhava com quatro, seis, doze. Agora o meu neto fala, vó, como que o tecelão vive? Porque a gente chega lá, a firma inteira, o cara vai lá, aperta o botão do computador e a firma roda todinha, todinha, sozinha. Ele falou, o que é que o tece, como é que o tecelão vive, né? Já não tem mais, acho que nem tem mais, né?

Então, naquela época era assim, eu apanhei problema na minhas costa com vinte e quatro anos de idade por causa da máquina, o tear ser desse jeito aí, as polia deles ficava em cima, passava aquele cano assim e ficava as polia, descia da polia aquela a ro, a correia de couro né, e pegava a polia da máquina embaixo e puxava assim. Então, se ela se ela eh, perdesse o breque também, porque quebrava, né, tinha o mé o mecânico de arrumar as máquina A gente era tonta, ficava segurando aquilo ali, que eu machuquei minhas costa e até hoje eu vivo com esse ciático aí que só Deus sabe, né? Então, mas depois aí foi modernizando, foi virando até que hoje é igual o meu filho, o meus neto fala que ele é estilista, desenhista de indústria, né? Ele vai para França, vai para a Itália, vai não sei para onde, que a firma manda. Primeiro o patrão ia com ele, depois ele começou a ir sozinho, né?

Lá ele estudou, estudou moda, né? E Então ele dá aula de desenho, desenho também artístico, moda, né, essas coisa, ele dá, ele é professor disso daí, né?
Mas quando é para a gente, voltando lá para para a indústria, a senhora teve algum acidente, além desse problema nas costas, algum acidente com o tear?
Eu acho que é assim, como eu falei, me esforçando para segurar porque o breque quebrava e ela ficava girando a urdideira, né, que é os fio, ia descendo e enrolando sem sem ser pano né, porque ela não não estava aqueles dois braço batendo para empurrar a lançadeira. Eu me acidentei assim, lá naquela indústria. Meu acidente foi esse. Naquela época não tinha direito trabalhista né, porque foi do da época do Getúlio Vargas que foi que deu Nós já trabalhava lá que ele. Começou a assinar os direito trabalhista, licença-maternidade, décimo terceiro já foi daqui em São Paulo, que vinha, e pis, tudo essas coisa, já foi daqui né De lá não não tinha, tinha só a licença-maternidade. Tinha féria também, nós ficava de féria também. Não era trinta dia, era quinze dia a féria. A gente ficava de féria, né

e se ficava doente eh, eles mandava para o hospital no Recife porque essa, esse hospital que eu estou falando pe perto da da casa que nós morava Era só maternidade. Que os médico era ficava ali mesmo. Antes mesmo de ter o hospital, já tinha eles já tinha os médico que assinava o papel para a gente poder trabalhar, que a gente tirava licença médica para ter o neném. Era para os médico tudo tudo pago pela indústria. O padre da igreja era pago pela indústria, o organista era pago pela indústria. Era tudo Era tudo da indústria. Mas fecho acabou, foi acabando isso daí também. Agora eles têm ainda né, mas tem várias outras indústria. Esse meu sobrinho que vai, vai lá, ele fala para a gente, ou às vezes alguém que que escreve para alguém que de família que está por aqui né. Uhum, eh
Só uma pergunta, essa essa vila operária tinha algum nome?
Era Cidade Paulista, eles falava né, Cidade Paulista. E a indu e lá era era Cidade Paulista... E o nome da da da indústria também era Paulista, e porque foi um paulista que fundou a a cidade lá, fundou a a, foi ele o fundador de tudo, né? Foi um, foi um paulista que foi lá e acho que algum técnico eles de certo eles levaram daqui para lá, né?
Então. E a senhora trabalhou quantos anos lá?
Lá eu trabalhei... Quase oito ano. Quase, quase, não chegou oito ano não. O resto eu trabalhei aqui em São Paulo mesmo.
E por que essa decisão de vir para São Paulo?
eles também começaram, como eu falei, quando a indústria, quando os americano chegaram lá, eles foram re modificando tudo, aí eles foram mandando embora aquelas pessoa que, era muita gente que trabalhava na com a madeira né, que corta ia cortar madeira no mato, carregava, eles tinha a água encanada desse chafariz, como eu estou falando, era tinha ele saía do meio daquele lá, a fonte era no meio daquelas mata lá, sabe? Tinha Chamavam a levada com o rio de água A água lá era docinha, era bem docinha, né? Tinha a levada, que era de água potável para a gente beber, e tinha o rio, o outro rio, que era para jogar que nem o rio Tietê, era tudo cheio de esgoto lá dentro, era tudo poluído, né? Passava no meio da cidade, isso aí né. A a A vala da gente beber água, dentro da mata, aqui aqui e lá, aqui acolá eles tinham uma uma guarita, de tinha um guarda que ficava ali para não deixar pôr sujeira dentro da água, né? Agora eles deve de ter água encanada direto de, né, assim.
E aí a decisão de vir embora, por quê?
Ah, sim, você perguntou. Então era era porque o meu marido foi o primeiro mandado embora, ele ficou um ano e três mese no Rio de Janeiro. Ele e o meu irmão. Depois ele, aí a a família dele, os irmão, mudaram tudo para o interior de de São Paulo, porque Por causa da seca lá, né? Então, eles vieram para o interior de São Paulo, trabalhavam como meeiro. Tinha o o o homem, o dono da da fazenda lá, que eles eles não teve trabalhar. Era Plantava só algodão, não tinha nem a soja ainda, né? Era só algodão. Então, eles plantava o algodão em volta da roça, a gente plantava milho. Feijão, arroz, essas coisa assim, né? As coisas para gente comer era. Não podia plantar na nem um pé de de milho no meio da roça, não podia plantar. Só era o algodão. Agora é soja, né? Mudaram para soja. Mas ainda tem algodão também, né? Então êh, êh, seu marido veio porque os irmão já estavam. É, por causa dos irmão vinhe veio vindo embora, depois veio a mãe também, ela nunca morou na cidade, ela veio para o meio de uma, da roça lá no interior de São Paulo, na São Durvalina. São Durvalina já era uma cidadezinha que foram formando, né? A gente ficava na na roça mesmo. Mas nós ficamos um ano e pouco, aí já a minha família, meu pai tinha vindo embora para aqui, para São Paulo, e já com todo mundo que ficou lá, minhas irmã, meus irmão, já vieram vieram tudo para cá, daí eu também vim para cá para trabalhar na indústria.
Né. Então a senhora ficou primeiro lá. Fiquei, fiquei um ano. No interior de São Paulo?
É um ano e três meses nós ficamos lá.

A senhora já tinha filhos nascidos lá em Pernambuco?
Eu tive quatro em Pernambuco e quatro aqui em São Paulo. Aquele que morreu, que faz dia oito fez sete ano que ele faleceu, ele foi o primeiro que nasceu aqui na cidade, foi ele. Nasceu na Santa Casa de Santo André. Porque as indústria daqui também elas tinham os médico delas na da indústria para assinar os papel para a gente quando estava era para começar a trabalhar ou para a gente pedir a licença, como eu falei né, quando estava maternidade ou qualquer problema que não era um problema sério de precisar internar, eles mesmo cuidava lá mesmo na cidade.
E quando vocês vêm do interior de São Paulo para São Paulo, vocês vão morar onde?
Nós ficamo morando no Ipiranga, que nós fomo trabalhar na fábrica, a indústria de tecido Jafet, que tem o o aquele lá que é. Ah mas ó como eu esqueço o nome dele. A mulher dele é que está tentando entrar na prefeitura outra vez, né? Largou ele, né? O como é O Suplicy, que ele é, ele é matarazzo, né? Ele é dessas família, aqui dessas indústria. Eles tinha indústria em São Caetano, tinham indústria no Ipiranga. Eh tinha, eles tinham várias indústria também, indústria de óleo, para para óleo, para tecelagem, né? Até, eu não sei se uma, na Mooca, que era de sapatos, eu não me lembro, era deles também. Do Jafet, né? O Museu do Ipiranga, aquelas mansão que tem por lá, que ainda tem, né? Era deles. Eles moravam ali. Quase todos eles moravam ali perto do Museu do Ipiranga.
E essa indústria era tecelagem também?
Tecelagem também.
Seu marido também trabalhava lá ou ele trabalhava em outro lugar? Eh ele tra, lá lá a
Lá, no no, daqui em São Paulo, quando ele entrou no Jafet, nós morava a na casa da firma também, né? Ele trabalhava na fiação, lubrificando as máquina. O serviço dele era pôr óleo nas máquina. Lubrificador fala que fala, né?
E a senhora era tecelã?
Só que depois o Jafet fechou, quando ele ia aposentar, ele ele trabalhava numa firma que chamava Colauto. Eu nem sei se ela ainda existe. E ela foi Ela foi, ela primeiro foi lá dentro do prédio do Jafet, aonde era a tecelagem. Aí tinha fábrica de colchão, tinha várias fábrica, né, mais pequena. Só que depois aí eles construíram na Vila das das Merses, lá em Sacomã, né? Pegado Sacomã. E aí mudou, quando ele aposentou, ele trabalhava lá na Vila das Merses, né? Na Na indústria de. Era cola, era para automóvel cola e tinta. Uhum
E vocês âh moraram nesse no Ipiranga, nessa vila da da fábrica, nessa casa da fábrica, até quanto tempo?
Depois eh, porque era assim, ele quando era a família era nova, não tinha mu não tinha mais funcionário a mais, ele não, a gente não, tinha que morar junto. Acho que dois ano, porque era era prédio de apartamento também, na Rua dos Patriota até hoje tem lá né os prédio. Também já a pessoa depois compraram, é é proprietário mesmo né, cada um tem o seu apartamento. Nós saímo primeiro, aí não compramo, porque nós compramo lá na Vila Industrial e construímo Faz cinquenta e sete anos que eu moro naquela casa. Mas eu estou estou falando muito aqui, para vocês estão me distraindo porque eu passei um nervoso tão grande esses dias que eu a fiquei doente. Tem um cortiço na frente da minha casa e já morou muita gente boa lá, quando tinha bastante emprego eles moravam ali, mas trabalhavam né. Agora mora gente que não quer saber trabalhar, não quer saber nada de, tem a renda mínima do governo, Então eles ficam ali, e ali eles fuma droga, eu não quero que fuma droga na minha porta, eu estou numa briga danada com eles lá. As criança fica batendo bola, que é muita criança, quebra quebrou o portão, eu mandei arrumar, quebraram de novo. Agora quando faz faz, eu não sei que, nem sei que dia foi, se foi no dia que eu vim na festa junina, me subiram em cima da casa, meu quintal é quase tudo coberto, né? Nosso terreno tem vinte metro de comprimento. É só só seis metro porque era de. Naquela época a gente ganhava pouco a, muito pouquinho ainda.

Aí eu dividi com com o meu cunhado e com a minha irmã. Nós mora pegado. Eu e a minha irmã, que é mais nova um ano, um ano só do que eu. Então, e eles eles faz muita arte e a gente reclama e as mãe não não fala nada. Eu liguei para o tutelar semana passada. Amanhã que eu vou saber a resposta. O que eles foram lá. Porque a gente não está aguentando. De de idoso mesmo que fundou ali, tem eu, a minha irmã e uma vizinha que mora na frente, que é mais, quando nós chegamos, ela já morava ali. Ela é mais velha do que eu. Ela é sogra da minha sobrinha, né? Então a gente não está aguentando.

A gente fala, eu eh ainda a dona, né? Ó ele pegou até no sono, coitado. A a dona do Cortiço, ela mora no Jabaquara, ela é viúva, né? E ela fala que ela tem um processo para tirar eles de lá, mas até agora... Não é porque eles moram em Cortiço, porque eu, o que eu mais me fixei na na na na faculdade foi em voluntariado, porque eu se eu sempre gostei de trabalhar como voluntária. Eu trabalhei bastante tempo com criança, quando não era terceiro setor, que agora é, lá da da comunidade. Agora a prefeitura que sustenta eles e a Nossa Senhora do Bom Parto, lá da da Tatuapé. Paga o salário. Tem a, tem as que são voluntária e tem as que ganha salário. Então é terceiro setor né. Eu trabalhei muito tempo com eles. Depois que eu aposentei, que já está fazendo trinta anos, eu fiquei cuidando de de velho da minha qualidade, da minha idade. Então eu fiquei, eu mesmo eu me fixei no voluntariado, que tem a as pedagoga que elas ensina voluntariado, né dá aula para isso aí. Foi muita disciplina que nós passamo. Porque elas são professora doutorada, elas sem elas são formada eh, assim, são aposentada, são tudo da puc, as nossas professora da da Faculdade Claretianas, perto da Santa Casa de São Paulo.
Vamos depois retomar essa história da da Universidade da Terceira Idade. Eh então a senhora falou que compraram esse terreno e construíram essa casa, né? É E nessa época vocês estavam ainda no Jafet, não?

Nós trabalhava no Jafet.
Nessa época que com que
Quando compramo, nós trabalhava no Jafet.
E depois, quando fechou a fábrica, vocês foram trabalhar aonde?
Aí ficamo traba. Sabe quando eu aposentei, eu tinha dez dez firma na minha carteira, porque eu tinha a maior vontade de ficar dez ano numa firma, nunca fiquei. Nunca fiquei. Sempre quando ia chegando os dez ano, eu era mandada embora, né? A firma pequena também. Depois eu, chegou mais para o fim, eu fiquei com pressão alta, aí as indústria que tinha médico não me pegava porque o médico não assinava o meu papel. Aí eu tive que trabalhar em indústria pequenininha. Aposentei com pouco, eu era aposentada, mas passou para salário mínimo, porque foi caindo tudo, né? E e eu trabalhava porque eu trabalhava nas firma pequena, que pagava pouco. Quando eu aposentei, eu estava eu a, eu tinha saído de uma indústria de seda, trabalhando com seda, que é levinha, que é limpinho. Pa passei para uma fábrica de de estopa, para fazer cortina de, eh fio de de de linho. Outras era Era ráfia, parece que ele chamava com fio, né? Era era um produto, é um produto tirado da madeira mesmo. é que nem o o caruá, assim, que é era aquela erva assim, né? É O linho também é uma madeira, né? Tirado da madeira, tira a fibra para fazer linho, né? Então aí eu trabalhei, eu tinha até marcado o nome de umas que eu me lembrei, que eu fui procurar na carteira, mas minha carteira está muito velha, já está tu até marquei no caderno e falei, vou, porque quando eu me esquecer, <laughs> aí eu já sei o que.

Era na na Mooca. Quando eu traba Quando eu aposentei, eu tra, eu trabalhava no Belenzinho, nessa fábrica de estopa. Também a seda demorava bem muito para acabar lança a, o fio da lançadeira, a trama, e a estopa era vapo, vapo, vapo. Eu já estava mais velha, eu já não aguentava, né? A minha produção era pouca. Então, aí foi ali que eu aposentei, no Belenzinho. Quando eu A fábrica... Eu esqueci do nome

Essa daí era era indústria de de tergal. Quando apareceu o tergal, era era gostoso também para trabalhar lá. Depois, ali, eu eu saí. Fiquei dois, três meses em casa, depois porque eu tinha que operar as varizes, né. Depois aí eu fui trabalhar nessa, nessa Abu Abud também. Já era quatro tear que a gente tocava, não era automático, a gente tinha que puxar à mão mesmo né. Aí eu tentei até voltar para a Lafaiete. Aí dali eles mudaram eu, era no alto da Mooca, eles mudaram para o ta, para o para o, para o Tatuapé, já encostadinho à penha, né? Então eu ia eh trabalhei ali também, né? Eu sei que trabalhei em fábrica de lenço, de fazer lenço, né? Também é complicadinho, né? Mas era gostoso também trabalhar. Então eu, mas quando eu aposentei, eu trabalhei nessa, eu trabalhava nessa Abud, que era era de estopa. É estopa para fazer cortina, sabe? Era fábrica de cortina. Ali que eu me acidentei, quebrei dois dedo do pé, quebrou que ficou pendurado, porque eh como é um artigo pesado, então eles põem uns peso grande O peso tinha quinze quilo. Dessa altura que ele ficava, caiu em cima do meu pé e eu me acidentei ali. Quando eu, quando eu voltei para trabalhar, daí um mês eu aposentei. Eu estava na aposentadoria, já estava para, também só só foi mesmo ela completar e eu saí, porque. Só que eu podia estar trabalhando até hoje, né? <laughs>
A senhora falou da questão da produção. Âh, vocês ganhavam pela produção ou era um salário fixo?
Era produção, a gente tinha que dar produção. Eles tentaram me pôr como chefe para ganhar por hora, mas eu não gosto, não gosto de mandar. Não gosto assim de ficar mandando as pessoa. Sempre eu fui de pedir para as pessoa, mesmo até hoje, quando eu quero coisa, eu falo, por favor, peço, peço né não fico. Não gosto, nunca gostei de mandar. Meus filho nunca me deram trabalho assim. Trabalho mais porque eles fi ficaram alcoólatra. Agora hoje, graças a Deus, não são mais, né? Eles me deram mais trabalho assim, mas de precisar estar batendo neles, não. Né, nunca me deram trabalho, não. Eu trabalhava fora. No começo, a minha cunhada cuidava dos pequeno, porque eram tudo pequeno ainda. Depois, aí eles um cuidava do outro, assim, eu ficava o o maior já, porque naquela época trabalhava com quatorze anos, né? Completava quatorze ia trabalhar o outro mais pequeno cuidava, ia cuidando do dos outro.

E das três mulheres ela foi a última, então ela ficava em casa com com os três que nasceram depois dela, que era pequena. Ela trabalhou um pouco só em loja na cidade. Não traba, não chegou a ficar assim trabalhando como operária, não.
Eles já começavam logo cedo a trabalhar, todos eles? Era
Quatorze ano.
Tudo em fábrica também?
Também. Na época da repressão, então ontem eu estava falando em casa, por causa das criança lá, que eles não é criança, é adolescente, né? Subiram na casa e desceram, levaram o pequeno, desceram para baixo e pegaram a minha, não era coisa de importância, era coisa velha que eu já podia ter jogado no lixo, porque agora tem aqueles negócio de vender lixo, né. Mas eh, eu ia deixando ali, não joguei, Eles fala assim que eles foram pegar para para ven, para vender porque era lixo, mas eles eles ia saber se tinha lixo porque minha casa é toda murada em volta, somos tudo vizinhos, tem o vizinho do lado, tem a minha irmã do outro lado e é tudo casa, elas não são pegada porque eu falei... Foi até, como eles constroem sobrado agora, eles fazem assim, emendado no outro. Falei, podia ser tudo emendado uma na outra. Tudo tem o seu corredor de entrada, né? E aí que, se o muro é mais baixo, aí aproveita, as criança fala que vai atrás do pipa, mas não é. Eles ia atrás de ver como que podia entrar, para pegar as coisa. Então, não entraram na cozinha porque a menina gritou, eles já estavam abrindo a porta da cozinha. Para entrar, a minha vizinha do lado gritou, aí eles pularam para fora. Se eles abrissem a cozinha, eles me carregava muita coisa de dentro de casa. Né. Mora na frente de casa.
Uhum. A senhora estava falando o negócio da repressão?
Então, a pressão subiu e até hoje eu me trato de pressão alta. Acho que já faz bem uns quarenta ano que eu estou, que eu tenho pressão alta. No fim, precisei trabalhar em indústria pequena que não tinha médico para assinar o papel. Pegava assim, a gente chegava. Só que era assim, naquela época a gente saía de uma indústria, hoje, amanhã já estava na outra. Tinha serviço para todo mundo, né?
E quando é que dá o o envolvimento da senhora nessas atividades da terceira idade? Que a senhora começa a estudar na faculdade?
Na terceira idade, quando eu, quando eu formei o grupo a assistente social lá de Vila Prudente mesmo, ela, eu eu já dava trabalho, já fazia, a gente já fazia trabalho artesanal na igreja, no salão da igreja. Aí, um dia ela, uma pessoa falou para ela, falou, ah, eu estava estava formando grupo, porque os grupo de terceira idade está com acho que com doze anos agora, né? Que começou.

Aí, a assistente social foi lá e falou comigo para mim formar um grupo, né? Aí, eu formei o grupo, mas só que era era era, também não tinha... Eu não tinha cobertura da da prefeitura, nem do estado, nem nada, era era tudo voluntário, né? E aí juntou umas quarenta pessoa, eu tenho na naquelas car carteira lá, não sei se entrou ela, que nós fomos para a cidade dos velhinhos em Itaquera, né? A gente ia lá com o ônibus, a prefeitura dava o ônibus para a gente passear, né? Então, e só só a, o único benefício que a gente tinha era o ônibus para quando queria passear, né? Porque outro a gente não tinha. Porque quem tem convênio com a prefeitura ou com o Estado, recebe o material para para elas fazer trabalho. Tem, tem mais alguma coisa.

Quem cuida é gente mais nova que cuida da... do grupo, ganha mil e quinhentos reais por mês para cuidar do grupo. Então aí nós ficamo, aí nós fazia gina assim, ginástica, mas como eu por causa problema da coluna eu aprendi a fazer muita física, eu sabia, pegava e passava para elas também. Depois uma professora de yoga, que ela é formada em yoga, ela é professora mesmo da da escola lá perto de casa, mas ela tem, ela tem também essa profissão de yoga. Aí ela ia lá dar yoga para nós. Um dia por semana, ela quando acabava o horário dela da escola, ela ia dar aula para nós lá, né? De yoga. Uhum. Então E a gente ia ficar, fazia os trabalhinho, fazia bailinho. Ia para o Frederrache, lá no ali perto do Hospital de Vila Alpina, para a gente ir lá para os bailes, assim. De vez em quando eles faziam, faziam baile e a gente ia, era tudo de graça, né? As assistentes social, sempre elas que preparava. O o meu troféuzinho eu ganhei lá <laughs> lá na Aí foi acabando porque também aí tem os emei perto de casa, que aí tem parquinho, tem assim tem brincadeira e tem também eh, os professor de física, né? Aí elas foram mais passando para lá, para também a praça do dos emei são mais grande para fazer caminhada, né? Aí foi acabando, e aí eu já fiquei no outro grupo. Só que esse outro grupo, eu trabalhava, era um centro de convivência. Tem o tele, tele, eh. Como é que fala? Telemark, Telecenter, né? Tem os computador para ensinar. Aí eu fiquei dois ano lá. Quando foi faltando dois meses o ano passado para terminar, para chegar às aulas, eles mandaram os funcionário para outros lugares, que tinha os funcionário da prefeitura, né? E fecharam lá, disse que vão fazer um um centro de referência para o idoso, mas até agora, A informática ainda está lá, né, mas os trabalho assim de bordado, crochê, coisa assim pintura, não tem mais, acabou. Tem uma até que fazia dezessete ano que ela trabalhava lá, ela está trabalhando no no na Vila Prudente, lá junto com as assistente social. Aí foi acabando assim, mas eu fiquei, no aonde tem um grupo eu fiquei assim para para mim fazer meus trabalho, porque quando eu aposentei eu falei, para mim já perdi uma uma coisa da vida, né, que a gente quando aposenta a gente acha que a gente já está diminuído né, está ficando inválido. Aí eu falei, não não vou parar desse jeito, aí eu vou, vou fazer trabalho com a, eh eh gente de fave, é mulher de favela né, mas só que agora elas pegam a os mate, a a cesta na igreja e não querem saber do trabalho para trabalhar. cortiço eu já pelejei para elas irem comigo, elas não quiseram ir.
E quando é que a senhora começa a estudar então na na Universidade Claretianas?
No ano dois mil eu fiquei, até o ano dois mil e, até o fim de Dois mil e cinco. Porque o a o curso é do dois anos, lá é particular, mas eu ganhei bolsa do próprio reitor do colégio. Até hoje ele fala para mim, quando eu vou lá, que eu vejo ele, ele fala, quando quiser voltar está aberto, né? Porque lá é particular né, as professora são da puc e elas fizeram mestrado, né? Arrumaram lá com o o padre, lá que é coordenador, arrumaram o quarto andar é para a terceira idade, né? Então elas ficam ali, elas paga o os funciona, as professora mesmo, que que algum funcionário que tem que fazer a limpeza, com o dinheiro que elas ganha do dos das aluna que paga, né? Porque Higienópolis é um bairro muito rico, né? É tudo velha rica que, que fica lá. Na Pobretona só era eu. lá no meio delas, mas elas gostavam de mim, até gostam ainda, né? De eu vou lá é uma festa, né? Então e, e eu fiquei lá, eh quando eu fu, eh o curso é dois ano, naquela época era semestral, agora é por ano, é ano mesmo, é por ano eh, então, e aí no no, quando acabou os dois ano elas deram o certificado, mas a gente passou, eh eu pa, na minha época, o agora também deve ser a mesma coisa, A gente passa por todas disciplina que tem numa faculdade, a gente passou.

Aí a re a coordenadora, ela é professora de informática, né? Era a primeira aula era de informática. Depois, quando eu cheguei lá, tinha a outra segunda aula, era fonoaudióloga. As duas menina estava fazendo estágio, elas estava lá. Daí elas saíram, entrou no lugar delas a nutricionista. Depois tem a a de. Mas eh tem sempre tem cinco, seis professor lá, né? Depois entrou a uma de desenho artístico. Eu sou ruim para desenhar. Eu falava para ela o que o meu neto tem a cabeça na minha não tem nada. Eu falava para ela, né? Então, eh eh economia, folclore. O professor de folclore vinha lá de de Itaquera, para dar aula aí né. Ele era muito bom professor. A professora de história, historinha, não his, professora de história era uma pedagoga era ela, ela era até assistente social, ela que era a professora de história para a História, história do Brasil né, para a gente.

Chego lá é aquela festa com ela. Tem o o professor de geopolítica também, desde que começou, começou no no ano dois mil e um, na metade do ano né, aí eu entrei no ano dois mil e dois. Eh O professor de geopolítica, até hoje ele está lá, mas é um professor excelente, ele dá uma aula assim, ele põe, parece que é um disco na vitrola, mas aquele homem fala, e ele trabalhava na Caixa Econômica né, aí ele, mas só que ele já tinha faculdade assim, aí ele fez doutorado e foi dar aula na Naquela faculdade, ele está lá até hoje. Muito bom ele é. Lá que eu aprendi. Com ele que a gente aprendeu por que que dá terremoto, né? Por que que dá dá maremoto, por que que dá as coisa, porque tudo as coisa. Ele é geopolítica, mas não é política partidária. Na na, quando eu entrei, estava a guerra, tinha começado aquela guerra lá com com o aquele lá dos Estados Unidos, como é o nome dele agora?

Então, ele com a, ele aí as aula mais, ele focalizava aquilo, aí ele contou, ele falou que o Paraguai até hoje é clandestino porque ele teve um uma uma guerra com o Brasil. Eles provocaram o Brasil e eles perderam, na guerra de trinta parece que eles fala né? Até hoje eles não conseguiram se reerguer para para não ser clandestino. Isso aí a gente vai aprendendo e a gente não é uma pessoa formada, mas a gente aprende. Não aprende muito porque a cabeça mesmo não dá né, mas de vez em quando eu vou lembrando das coisa, daquilo que né. Ele falava que o o o maremoto, terremoto, não o maremoto que nem dá deu assim no Japão, no Chile, no Japão ou foi no... Naquele outro lá pegado com o Japão Ai, como esqueço das coisa. Que deu aquele esse negócio aí de... Terremoto mesmo, né? É terremoto que fala, né? Ele fala que é, ele falava para nós, a Terra gira, ela gira dez mil ano, porque é só a Terra que gira, nem um astro gira, é só a Terra. A Terra vai girando, ela tem a laje embaixo lá de segurar a água do mar, né? E fala assim, a Terra vai girando, vai girando, e a e as terrinha pequenininha vai escapando, vai escapando.

Dez mil ano, aí a eh chama... térmico, não sei o que térmico, aí as pedra uma bate na outra e dá e é isso que dá o terremoto, né? Então, que eu falei assim, ah, eles têm sempre, porque fazia trinta anos que tinha dado, eu falei, eles devia saber que o lugar é assim, devia não morar lá, né? Morar em outro lugar. Um remoto para o outro lado, né? E eu aprendi assim, que tem a história do dilúvio na Bíblia, e eu aprendi que o dilúvio não foi uma chuva, foi o mar que avançou. Por isso, por isso que Noé foi no barco e e protegeu os dele e os animais que tem, que tem que não precisou ser feito, que a gente né fala Deus fez tudo em sete dia, né? Então não precisou Deus fa, formar de novo um casal, um casal de cada de cada espécie, né? Porque foi o mar que avançou e e levou embora tudo, que nem não faz muito tempo, que deu a aquela chuva e deu também o mar na na na África, no país, é que eu me esqueço o nome do país da África, né que? Que deu, a o mar avançou, né? Que morreu muita gente.

Neto eu tenho nove. E bisneto, eu te eu vou fazer oito bisneto agora, porque a a nora dela está grávida. A minha bisnetinha mais pequena é aquela que está na fotografia, mas vai chegar outro. Ela já tem três criança, agora vai ter mais um. E foi o primeiro filho dela dela que casou, que ela tem mais o outro casado né, que tem a a minha bisnetinha mais novinha, que é filha desse do filho dela, é o mais do mais velho. Ela tem mais um filho solteiro e tem a a menina que é minha neta que está com quinze anos, que é a minha neta mais nova.
A senhora falou que mora com dois filhos, né?

Não casaram porque eles bebia, né? Não casaram por isso. Chegaram a namorar, tudo, mas não casaram e ficaram solteiro até hoje né Esse que está no na faculdade, ele é o mais novo, né? Tem o outro encostado ele. E adoeceu do fígado com cirrose por causa da bebida. Só faltou mesmo morrer. Hoje ele fala, ele tratava no hospital, tratava no hospital e trata ainda no hospital Vila Alpina, e numa numa gastro, numa gastrologista no posto de Vila Prudente. Então ele às vezes ele está brincando com alguém, ele fala, só faltou pegar para a perna e jogar do outro lado, porque o hospital de Vila Alpina, o muro divide com o cemitério, né? Ele brinca, ele fala isso, só faltou isso aí, porque os médico não dava vida para ele de jeito nenhum. Então ele perdeu muito do i ene pê esse e não conseguiu nem entrar na ca, nem encostar na caixa com isso. Trabalha vendendo de ambulante na cidade, vendendo coisa de de ambulante. Mas está se tratando ainda do fígado, né? E assim ficaram solteiro. É os dois que fica comigo, é eles dois, né? Talvez que o meu filho, quando acabar a faculdade, quem sabe ele casa, né? Ele tem tem uns papinho lá com O telefone no ouvido fica horas e horas. conversando dele, traz a fotografia dela em casa para para a gente ver assim, mas ele nunca falou que está namorando com ela, né? Mas. Uhum. Ela liga para ele, ele liga para ela, né? Quem sabe casa, né? Graças a Deus, toda a firma que eu saí me me pagou, né? Teve uma que ficou com um processo, mas eles me pagaram depois. Ficou processo de todo mundo, porque ele fechou a firma, mudou para outro lugar, e fechou a firma e nós tivemos fomos mandado embora todo mundo num dia só, né? Aí teve que pôr um processo, porque Ele ficou assim meio mole, mas eu entrei pelo sindicato, mas eu recebi, né? E nunca teve problema assim, né? Acidente na firma também não tive, só tive um, esse do pé. E uma vez também, esse meu dedo é assim, também foi um acidente numa indústria que eu trabalhava lá em Santo André. Essa daí é chamava Ipiranguinha, era uma que eu esqueci. Chamava Ipiranguinha a indústria, também fechou a muito, porque foi acabando a tecelagem, todas as indústrias de São Paulo, né? Tem pouca indústria. Ontem estava passando na televisão, as cidade do interior está tudo eh crescendo, porque as indústria mudaram, o mesmo os os que têm indústria pequena, para os interior. Estava passando na televisão ontem que tem cidade que está crescendo mesmo, que tem serviço para todo mundo, né? E aqui em São Paulo, eh nós que ficamo na mão né, fica muita gente desempregado. Meu filho, esse que trabalha, que está na faculdade, ele é funcionário da prefeitura de Mauá. Ele trabalhou quinze anos no Banco Itaú, depois ele ficou um tempo desempregado, ele foi mandado embora, ficou um tempo desempregado. Ele foi fazendo concurso, a primeiro que foi para a prefeitura, foi para o estado, foi para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo ele fez concurso. Mas a primeira que chamou foi a prefeitura de Mauá e ele está lá. Agora ele está tentando com com os papéis para ver se ganha uma bolsa, porque ele paga né a faculdade, para ver se ganha uma bolsa da prefeitura para terminar a faculdade.

Saíam muito?
Para mim, eu não saía porque muito filho né, a gente trabalhava na indústria e em casa né. Era era Era dois ser, era a gente trabalhava dobrado. Então Mas eu, eu sempre fui muito assim, de abraçar as pessoa

Eu falei, então me chama de vó, não me chama de tia. E as as mulher na na na comunidade que tem, eu falo, ó de sessenta ano para baixo, são minhas filhas, eu falo para elas, né? Apesar que o meu filho já está com sessen

E os criança me chama de vó e eu abraço um, abraço outro. Até mesmo as criança do cortiço A gente ajuda eles também, né? Das coisa. E eu passo a mão na cabecinha dele, dou balinha, dou docinho, dou coisa. Agora, esse dia, eu estou com raiva, eu não estou dando não, né? <laughs> Mas eu sou muito. Às vezes, teve uma indústria que eu trabalhei, era de seda. Eu fui trabalhar perto de uma mulher assim. E elas, eh, porque a gente trabalhava por produção, aí tinha Aquelas que são mais ambiciosa ficava puxando né, para Aí ficava ma, às vezes, de briga mesmo, ficava brigando, né? E quando eu ficava perto delas, assim, passava o tear lá perto para perto delas, eu ficava brincando com uma, brincando com outra. Ela falava, mas você, por que que você é assim? Aí elas pegava amizade uma com a outra, que estava de mal, porque eu falava, não é para ser assim, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar, tem que ter amizade um com o outro, assim. Eu sempre fui desse jeito, assim. E aí, o meus vizinho, a gente é vizinho, não não tem essa de estar brigando um com o outro por nada, agora também os vizinho, mais é gente que a gente nem conhece porque compraram as casa né dos pessoal que, ou ou morreram os dono, ou a família pegou e vendeu a casa, né? Mas a gente tem que ter sempre ter amizade, né? Amizade é muito, para mim, eu acho que que a gente tem sempre que se amar um ao outro, não é?

Se eu se eu pudesse mudar as coisa, e agora eu vou na política, né? Eu acho que tinha que mudar era a a política, o né, a negócio assim, eh como que fala a instituição né, sei lá né que fala, né? Assim Porque a gente está vendo muita sujeira na política, né? Porque eu falei lá para eles, não a dona lá da casa do Cortiço foi lá domingo, eu falei com ela, Ela respondeu para mim, mete bala.

Então chama a polícia. Eu falei, eu não chamo a polícia também. Porque a gente vê toda a gangue agora que pega a polícia está no meio. Eu falo, a gente fica assim desprotegido, né? Sem segurança. Então eu acho que tinha que tinha que mudar, em primeiro lugar... É a educação, né? Mas eu ainda sábado, nós tivemos uma reunião lá na comunidade, que é a reunião de família, aí eu falei, olha, <sighs> a gente, os pai, o pai é o primeiro professor, é o primeiro catequista, eu falei, tem que educar as criança com amor, ensinar eles, porque os nossos valores se perderam, Primeiro, todo mundo falava, por favor, obrigado, dá licença, não sei o quê. Hoje em dia, não.

Eu não quero que me chame de tio, eu quero que me chame de professora. Né Porque elas mesmo vê que a educação está, está muito. E eu eu não acho que é os professor que é ruim né. É o é o jeito da do da época que nós estamos... sei lá, sem segurança, sem, né? E o também o o i ene esse esse, que nós trabalhamos tanto, ganha tão pouco, porque o meu filho mesmo, que ele ganhava bem mesmo, porque ele trabalhava na Ford, que ele é aposentado, ele ele ele entrou com seis salário mínimo, ele está com três salário.
Então. Mas e e eh, na sua vida, se a senhora pudesse mudar alguma coisa, voltar no tempo, a senhora mudaria alguma coisa?
Eu acho que eu não tinha o que mudar na na, alguma coisa na minha vida, não, porque a minha família é uma família tão eh, ainda nesses dias eu falei na igreja, a minha família é a coisa melhor que Deus me deu foi foi minha família. A família, não só os filho e os neto, que são as coisas meu meus as coisa mais linda do mundo, são eles para mim, Me ajudam tudo, eles paga convênio para mim, paga remédio paga, esse meu neto aí que é estilista, ele me dá a cesta básica dele cheinha, fechadinha, do jeito que ele recebe, ele me dá, né? Para ajudar, porque como meu filho está na faculdade, ele não está podendo ajudar em casa, o dinheiro é vai para a faculdade, então eles me ajuda em tudo. Eu não compro roupa, eu não compro nada. Eles me me arrumam coisa da casa, troca piso, banheiro, coisa. É os filho que fazem isso. E o E a família, os outros meus genro, meus dois genro que morreram, era dois era dois amor para mim. A Nora é é filha de japonês. Para mim, é é a mulher melhor do mundo. Ela faz favor para todo mundo, ela vai ajuda a gente. Então assim, mudança para mim, eu acho que eu eu estou realizado na minha vida, estou no fim já né também. Outra coisa que me realizou também foi foi a faculdade, que eu cheguei escrever o livrinho né, que eu trouxe aqui uns dois para dar para vocês. E foi uma coisa que me realizou. Então eu né. O meu marido ele não era ruim para mim, ele era meio assim né, mas ele era bom, era um bom pai, bom marido. Ele morreu eh, sim, eu sofri bastante com a bebida dos filho, né, como eu falei. Mas eles, graças a Deus, um morreu, né, por causa da bebida ele morreu. E os outro deixaram, aquilo me aliviou, me deu um alívio tão grande na minha vida que Eu acho que para mim mesmo, o professor de filosofia da faculdade, um dia ele, numa aula, ele ele falou, foi falando de felicidade né, foi dando a aula e no meio pegou fez fez a pergunta assim, o que que é felicidade para nós? Para todos nós dar uma resposta né, que estava na sala. As mulher co como elas são rica que, que elas mulher formada né? Uma falava assim, ah eu eu a minha felicidade é viajar é ir para o para a Turquia ou para o Japão, para o Japão não, ela não tinha o Japão não né, para os Estados Unidos, não sei para onde, não sei para onde, aí ele fez. Eu esperei até a última falar e eu fui a última para falar né. Eu falei, eu eu tenho pouca coisa, mas eu sou muito feliz. O professor falou, é a sua filosofia, é essa daí. Então, porque O que está me atra me me atrapalhando, não é que eles atrapalhava, não. Mas agora eles subindo na minha casa, eu fiquei com muita raiva. Porque a gente ajuda eles, depois ele. Menino menino, adolescente, né?

É eu não fiz nada, ele falou para mim assim. E ele fazia desaforo para mim, né? Assim, com a bola, quando ele era mais pequeno. Mas ele jogava a bola com com os, aí ele fazia gol do meu portão da garagem. Ele ia para lá, para o lado de lá e botava o mais pequeno no no gol. Quando eu falava, ele chu chutava assim eu, como se ele estivesse me chutando, né? Aí ele fazia que ele não estava chutando a bola, que ele estava chutando a mim Eu fui indo, fui indo e eu conquistei ele, né? Ele é muito. Tem um mais pequeno, ontem eu falei, quando é a mãe dele falou isso para mim, eu falei para ela, mas por que que o Gabriel é tão bonzinho e ele é desse jeito, né? O outro mais pequeno de que ele, né? Ele é, ele já está adolescente, ele deve ter uns quinze, dezesseis anos já, o menino, né? Ele pegou outros lá e e pegou o pequeno e subiu. A mãe do pequeno é que me contou do menino pequeno, né?

Estava fechada a porta, né? Mas eles estavam tentando abrir. a porta, para tirar as coisa de dentro de casa, né? Então, e aí eu falei, o que eles levaram lá eram uma, as coisas, a gente tinha alguma coisa que a gente precisava, mas é coisa sem importância. Eu fiquei com raiva deles entrar lá em cima da casa, me quebrar as telha, e eu já mandei arrumar o telhado várias vezes, eles sobem em cima falando que é para ir pegar o pipa, mas não é, eles estavam procurando um jeito de entrar, porque eles se se droga, aí eles não sabe o que estão fazendo.

Nossa, para mim foi uma coisa, foi uma glória, uma coisa mais melhor do Eu sou muito faladeira, eu gosto muito de falar, né? É com isso que eu eu eu me distraio, por isso que eu me eu formo grupo, eu gosto de se, de fazer serviço voluntário, assim, como eu falei, eu não gosto de, mas assim, voluntário, cuidar das pessoas carentes, eu gosto, né? Então, aquilo me. Eu vou quando eu me junto com as senhora de idade lá no, que é do centro de convivência, que agora está numa escola, né? Trabalho. Aquilo ali me distrai tanto que a gente conversa, a gente dá risada. É a gente, né. E eh, quando eu vou para um para um lugar que me convida para meninas, eu me sinto muito feliz.
Então a gente queria agradecê-la por ter vindo aqui hoje e ter contado a sua história para a gente.
Aí eu é que agradeço a vocês que a minha filha falou ela para mim, eu pensava outra coisa da, assim, porque ela está fazendo um curso na na oabê, ela me falou o nome do curso como que é, né, que ela trabalha fazendo trabalho de artesanato para a prefeitura de Santo André. E ela está fazendo esse curso, ela falou o que era. Aí eu estava pensando que era uma coisa assim para para entrar no curso dela. Não conversei assim com ela como que era. Depois ela me mostrou o papel, aquele né o, o folder né que vocês têm aí, eh como que é, é o museu do da pessoa, né? Aí eu falei, aí ela falou, mãe, é assim, assim, assim, alguém vai levar mais alguém lá, não sei o quê. Eu estava pensando que era para o curso isso daí, né? Nossa, para mim a, é um é muito gostoso conversar e. Eu gosto de conversar as ô, outras coisa, sim, mas aqui era para mim contar, eu tenho o meu livro que eu fiz na, livrinho, né, um livrinho, que é é, é a ata nossa, aquele livrinho lá, porque cada um aluno tinha que contar uma história da... Era assim, era contar contar uma historinha da vida né, de quando nasceu até o até aquela idade que estava. Então, umas fez só com fotografia, eu tinha aprendido um pouquinho de informática.

Ele trabalha com eh, ele é se formou na faculdade, com negócio de informática. E ele que montou o computador e me deu. Aí tu, aí o que precisa ele faz, vai com, conserta e, a impressora, tudo ele ele dá para mim, as coisa da que precisa no computador, né? Então eu, aí a gen, eu peguei e fiz um livrinho. Assim com fotografia, mas tem o a, o assim o, na fotografia está tem o script, aquela fotografia, o o que eles são, e a idade deles. Ficou em casa o livrinho. Aí eu mandei encader encadernar na, que ele é furadinho. O livro não é livro mesmo que eu, contando a história do nosso bairro, cinquenta ano de de bairro né, de comunidade. Então tem as pessoa que que me ajudaram, assim porque quando eu sabia que tinha que pegar alguém que contasse a história, porque nós tivemos muita luta para o bairro ser o que é hoje. Mas aí o padre, o padre lá do, que tem a história da comunidade também né, ele pegou e mandou procurar um professor de história. Né. Aí o professor falou para mim, quando eu fui lá falar com ele, ele falou, você precisa arrumar vinte pessoa para contar Cada um contar uma história para pôr no livro, né? Não chegamo arrumar os vinte, não, mas aquelas pessoa que lutou pelo bairro, ele tem aí, ele contou a história e está no livro.

A ideia foi minha, eu inventei porque a professora de gerontologia da, que ela é professora de de gerontologia aí cha, na faculdade, é gerontóloga, Ela falava para nós assim, olha, o idoso, ele não não perde a memória, ele perde a percepção das coisa, ele começa lá no canto cochilando, não presta atenção em nada e vai esquecendo, esquecendo, né? Eles fala o o, o de filosofia, ele falou, depois a pessoa, se ele ele tiver gente que ajude ele, assim a família, e vai falando as coisa, ele vai lembrando, porque aquilo ele está gravado, não perdeu a memória. Então aí elas fala, precisa escrever, precisa fazer um um livro, precisa, eh que nem o mal de Alzheimer que não tem cura, que o cientista ia lá fazer palestra. Aí é Aí no ô, no outro dia ela que levava o cientista, a gerontóloga né, ela falava assim, olha vocês lê? Interpreta a leitura e escreve, que não que não dá mal de Alzheimer, para que o neurônio está fun, vai funcionando né. Então eu, eu estou eu ainda faço umas poesia assim quando, eu estava com o quê, quando a gente fez a primeira poesia, a professora que queria que a gente fizesse um po, não era poesia, uma história em cima dos fenômenos naturais, o sol, a lua, as estrela, a chuva, Aí eu peguei, ela ela deu uma aula de um texto de Fernando Pessoa, e eu era mais devagar, né? As outra são formada e sabe das coisa, né? Aí eu demorava de con de pegar a história da, pegar a ca, interpretar a história né, o texto. E aí, aí quando che che, elas fazia né a historinha. Teve uma festa junina que ela pediu a história do do folclore junino de cada região, de cada estado. Eu fiz em poe, eu fiz em poesia. Porque aí que daquela historinha de Fernando Pessoa, um dia eu ia sozinha no ônibus, porque eu ia sempre com a freira quando eu ia para casa, Aí eu ia cochilando, aí me entrou uma poesia na minha cabeça eh, são cinco versinho, está no livro, né? Entrou Entrou aqueles cinco versinho na minha cabeça, eu cheguei em casa, aí eu jantei aquilo não saía da Cabeça, aí eu tomei banho, eu jantei, eu fui deitar eu, duas horas da da manhã eu levantei, eu passei no caderno aquilo, aí eu dormi, né? E dali eu fui inventando, eu trouxe uma, tenho uma, estou com uma aí que é, eh eu fiz do carnaval, poesia, chama carnaval, né, poesia. Eu fui fazendo aquilo porque o neurônio da gente vai funcionando e a gente não esquece tanto das, porque a minha mãe ela morreu faltando cinco meses para cem Mas ela com noventa ano, ela esclerosou, ela sofreu tanto e deu tanto trabalho. Eu falei a gente eu Eu sempre eu falo, eu queria morrer assim, pá, cair, para não não estar dando trabalho para os outros e nem estar sofrendo também. Porque eu vi o meu marido sofrer com derrame e a minha mãe ficar esclerosa daquele jeito. Uhum. Né, e a gente Eu sei a faculdade, para mim, foi o melhor tempo da minha vida, foi o tempo que eu estava lá na faculdade.

Muito obrigada.
Obrigada a vocês, viu?